Queria que você falasse um pouquinho dos seus pais, dos seu dos seus avós, né? O nome deles e o que que você lembra da atividade, o que que você aprendeu do seu convívio.
Ó, meus avós paternos, eh mora meu avô paterno é gaúcho, era gaúcho, e minha avó também, e moravam em Santos. Eu morei sempre em São Paulo, então meu contato com eles foi... Pouquíssimo, na verdade algumas férias que eu ia para lá e tal, e encontros esporádicos. Eh Lembro bem do meu avô, ele parece muito com meu pai, quer dizer, meu pai parece muito com ele hoje, eh um gaúcho. baixinho e careca, é sério, muito sério. Eh e lembro que minha avó sempre achava que tinha cara de bolacha Maria, porque ela tinha um rosto muito redondo e aquilo sempre me me me lembrou. Eh Mas tive um contato muito pequeno com eles, não sei nem te dizer que atividade eles desenvolveram. eh não Isso não não está na minha cabeça. Meus avós, por parte de mãe, têm uma história interessante. Minha mãe tem atualmente setenta e dois anos, minha avó acho que era vinte anos mais mais velha que ela, e meus avós se separaram numa época em que ninguém se divorciava aqui. Eh Então, ãh meu contato com meu avô foi nenhum. Lembro de uma ocasião de de tê-lo encontrado, tem uma situação que eu me recordo, tem uma outra foto dele junto comigo, mas eh não sei nada dele, a não ser que ele era maltês da ilha de Malta, eh eu não conheço mais ninguém da ilha de Malta, eu sempre tenho a impressão que só ele nasceu lá. E e tem umas histórias legais da minha mãe com a Ilha de Malta, mas do meu avô não sei nada. A minha avó era uma figura muito interessante, minha avó materna. Eh Por conta da separação que deve ter sido no final dos anos quarenta, eh Também era uma coisa atípica naquele momento na na vida das pessoas aqui em São Paulo e ela foi secretária em empresas importantes, empresas grandes, desenvolveu uma atividade bem interessante, era uma mulher independente. Lembro de muitas coisas da minha infância de eu fazer com a minha avó, de ir ao cinema, de viajar, de andar de navio, de ir para a Argentina. Ela que me proporcionou isso e eu era o filho o neto mais velho dela, então tem sempre os benefícios a mais. Eh Mas a única que eu sei, a atividade que desenvolveu, a única que eu tive proximidade Foi a minha avó. Eh Eu lembro dos pais dela. Eh Eles eles ambos eh ficaram vivos até eu ter uns nove anos. Morreram em sessenta e quatro Primeiro morreu minha bisavó e três meses depois morreu meu bisavô. E meu bisavô trabalhou na São Paulo Highway, na estrada de ferro. Então ele tinha uma ligação grande com os ingleses, com a Inglaterra, eh isso fazia um pouco parte eh da vida deles. E eu passei muitos finais de semana, quando era criança, na casa deles três, na verdade, porque minha avó foi morar com eles depois da do divórcio dela.
Que privilégio conviver né com os bisavós.
É muito especial, muito especial. E aí, depois que eles eh morreram, a minha avó, alguns anos, morou sozinha e depois veio morar com a gente. Então, mesmo trabalhando, ela morou conosco... E e assim, uma pessoa muito especial mesmo. Tinha um um olhar para a vida bem legal, bem interessante, apesar de ter uma educação uma educação bastante austera, que acho que veio dessa história, desses dessa eh visão mais inglesa das coisas que meu bisavô tinha e tal. E Mas ela era uma pessoa bem interessante.
Entendi.

Nesse momento de criança, das férias, que você ainda convivia com seus bisavós, eh como é que era a rua onde você morava, a casa? né O que que você lembra desse tempo de criança? Eh
Bom, a gente mudou muito de casa. Eu Primeiro, a gente morava num apartamento pequenininho, a um quarteirão da casa de dos meus bisavós e da minha avó.

Aí depois a gente mudou para um outro prédio na Aclimação, isso era num lugar chamado Vila Clementino aqui em São Paulo, perto do Instituto Biológico, eu ia bastante lá no Instituto Biológico. Ãh Depois a gente mudou para a Aclimação eh e tudo tudo isso era bem pequeno. Eu lembro mesmo de um período que eu já devia ter uns, eu devo ter mudado para lá com uns quatro anos, fiquei até os dez, que era hoje é perto do shopping eh Ibirapuera, ali em Moema. E dali eu lembro bastante. Aí foram tempos de infância mesmo, de brincar na rua, de jogar bola o dia inteiro, de sair de bicicleta escondido da minha mãe e passear no aeroporto de Congonhas, que era uma aventura, assim era ir para o outro mundo. Ali eu tinha uma turma de vizinhos, de amigos.
Você tem irmão?
Eu tenho uma irmã, dois anos mais nova.
E ela era dessa turma também?
Não, não era não. Eh Mas aí eh era um período em que, eh primeiro, ela era menina, o que eu queria era jogar bola e andar de bicicleta. Não tinha muito mais o que fazer que me interessasse bastante. Segundo, porque se eu tinha sete, ela tinha cinco, a diferença ali é é meio grande. Então, eh ela tinha outros amigos, outros companheiros e eh e eu tinha uma turma da rua mesmo. Quando eu mudei, da e ali na época era eh não tinha asfalto, eu vi o asfal, na verdade eu vi aqueles buracos de encanamento sendo feitos na minha rua, é hoje uma rua movimentada, importante ali no bairro, ãh mas hum não tinha nada, estava começando. Lembro onde é a Avenida Bandeirantes hoje, uhum, tinha um um riacho e a gente ia para lá, O resto das pessoas ia matar passarinho com espingardinha de chumbo, eu não tinha coragem de fazer isso e tal, mas eu entrava nas aventuras meio que junto, meio no vácuo das pessoas. Eh Mas lembro bastante dali. Quando eu mudei dali e aí fui para um bairro mais ou menos distante, eh fiquei muito saudoso daqueles colegas, então algumas vezes eu voltei para brincar com os caras, mas já não era a mesma coisa. O legal era estar lá todos os dias e eu não estava mais.
Como que era essa brincadeira que você contou de ir até o o aeroporto? Teve alguma vez que sua mãe descobriu?
Ah, evidentemente teve. Senão não ia ter nem graça. Ah A parte mais engraçada é essa mesmo. Eh Foi, a gente ah não era frequente. A gente acho que foi duas vezes ao aeroporto. Porque era longe mesmo e era perigoso e tinha que passar por avenidas eh perigosas.

de avião. Então a minha preocupação o tempo todo era, pô, se aquele cara chegar e tiver descendo, tiver indo embora e se ele me ver por ali eu estou na roubada. Então o maior cuidado com isso. Aí fomos, passeamos, tal voltamos e quando eu cheguei em casa minha mãe estava me esperando, eu tinha esquecido que eu tinha um tio que tinha um posto de gasolina na frente do aeroporto e me viu.

Mas eh são as coisas que acontecem. Eu acho que é o que é tem a emoção da da brincadeira, de fazer o passeio, mas também tem a emoção de ter sido descoberto e tomar bronca e a história não seria completa. Eu não ia estar contando se eu não tivesse sido pego. Tem essa parte que é legal. Mas eh eu não não tinha muita aventura, não. Eh eu era mais resguardadozinho. Não pelos pais, acho que por uma postura minha mesmo, eh de de ficar meio por perto, não me aventurava muito longe. Talvez por isso eu lembre tão bem da da brincadeira de ir até o aeroporto.
E quantos anos você tinha quando você mudou para essa outra casa? Que aí você, eh, teve saudades dessa turma, né? É.
devia ter uns onze anos, por aí. Aí mudei, eu morava nessa, chama Avenida Jaoperi, Alameda Jaoperi, lá em Moema. E aí mudei para o Planalto Paulista, eh lá para o caminho do Jabaquara e tal. Ãh Já era pré-adolescente e e e eu, quando era criança, era muito tímido. Então eu, sim, ou conhecia as pessoas que queriam me conhecer, eh ou não conhecia ninguém. Não tinha iniciativa mesmo Então, quando eu mudei para lá, eh eu foi difícil estabelecer relações de imediato, foi Isso demorou um tempo. O que intermediou essas relações foi de novo o futebol, que era uma coisa que fazia parte da minha vida. Então, jogar bola, eu conhecia vizinhos, conhecia pessoas e tal. Mas aí começou uma uma frequência de mudanças na minha família. porque a gente vivia em casas alugadas e aí a gente morou dois anos numa numa rua, na Malameda dos Araés, ali no Planalto Paulista, aí depois mudamos para ali, para perto, mas de fato era em outro, já tinha uma distância, na Malameda Sessi, não lembro, na Avenida Sessi, Mais dois anos ali, depois mais dois anos na, não sei onde, Rua dos Aratãs, meio por perto também, mas isso impediu que eu eh fizesse de novo um uma turma né, não tinha isso. E aí a escola passou a ocupar um papel fundamental, os meus amigos eram os colegas de escola. E ali eu comecei a intensificar minhas relações, então e a escola não era perto, porque a escola ficava eh mais para o lado aqui de Moema mesmo, ãh mas eram ali que eram os meus amigos, ficaram amigos de escola.
E você sempre ficou na mesma escola ou daí cada vez que você mudava de casa, acabava mudando
Não, eu mudei bas, quer dizer, não bastante, mas eu estudei, eu comecei, aliás, ah isso é muito muito hilário, porque eu comecei estudando, a minha primeira memória de escola era uma escola inglesa. Então você veja que a influência do meu bisavô eh foi aparecer em algum lugar na minha vida. Chamava Hindley. E eu passava, eu era um toco de pequenininho e eu tinha que ir de gravata para a escola. É, minha mãe devia achar aquilo lindo. Tem foto minha de gravatinha saindo para a escola e tal, e devia ter quatro anos de idade, cinco anos, uma coisa assim. E eu passava o dia, era semi-interno, eh de manhã era tudo em português, tinha um almoço, eh e a tarde era em inglês, não tinha português na história, era uma escola muito rigorosa, crianças apanhavam de varinha, não sei o que e tal, um esquema eh eh bastante eh tradicional, parecido com a educação inglesa mesmo né, aquela coisa muito rigorosa, E aí depois eu comecei, mas isso foi pré-escola mesmo, aí eu comecei a a ter essa sequência de mudanças na vida e e mudanças de escola. Eu estudei numa escola chamada Jardim Escola Nova, lá em Moema, Bem normal, eu até que gostava de ir lá, mas aí não sei porque minha mãe e meu pai quiseram me colocar em outra escola, uma escola maior, acho que tinha que ser mais forte e tal, e escolheram uma escola chamada Pequenópolis, que nem existe mais. Eh eh Aí eu fiquei dois anos no Pequenópolis e me dei assim muito mal, não gostei daquilo, foi ruim. Aí eu voltei para esse Jardim Escola Nova, que já não tinha mais esse nome,

Alexander Fleming que chamava. Aí eu acho que eu eu fiz eh o que era a quinta série lá. Eh E aí aquilo também não era muito bom. E aí eu fui para uma escola que eu nunca mais saí, que é o Colégio Friburgo. que existe até hoje com outros proprietários, não são os mesmos da época que eu estava, não é nem o mesmo espaço, não é no mesmo bairro, eh mas foi uma escola que eu estudei muitos anos eh e aí fiquei até o final do ensino médio. E os meus amigos todos dessa época eram do Friburgo, ali que eu eh solidifiquei as minhas relações mesmo.
Você começou lá, que é quinta série?

Sexta série.
E como é que era nessa época? Então daí Foi uma dificuldade para conhe conhecer novos amigos né, mas daí você se deu bem?
Não, acho que num num num ambiente escolar isso era mais fácil. Para uma para um criança tímida eh, acho que que, quer dizer, não sei se é assim sempre, mas no meu caso foi muito difícil eh assim nas relações de rua você eu ter a iniciativa. Então, eh eu precisava sempre de alguma coisa que me mobilizasse. Por isso que eu falei, o futebol foi uma coisa importante, porque eu adorava jogar bola, eu jogava bem, então aparecia uma bola, aquilo era um caminho para estreitar laços. Na escola não precisava disso, porque na escola isso já fazia parte automático né do do do viver. Sempre tinha uma bola, sempre tinha uma educação física, eh e o fato de estar numa escola, e o Friburgo era uma escola diferente na época, porque isso devia, eu fui para lá, devia ser eh sessenta e oito, por aí, eh eh era uma situação muito difícil para quem vivia no Brasil ãh, para quem tinha uma escola, que quisesse fazer uma escola com um mínimo de liberdade e tal, e o Friburgo tinha isso. Então, ãh a gente se colocava com muita tranquilidade dentro da sala de aula eh e mesmo para mim, que era difícil pela timidez, eh era sempre puxado a falar. Então, você vai meio que conhecendo as pessoas. Então, na escola isso foi sempre hum mais tranquilo do que fora da escola.
O que que você lembra mais que você mais gostava na escola?
O que eu mais gostava na escola? Bom, eu fiz um pouco de tudo na escola, eh desde ser pelego no Grêmio, eh num Grêmio articulado pelo próprio diretor da escola contra os meninos que eram de esquerda, e eu na época nem sabia o que era isso. E aí eu fui o primeiro presidente de um Grêmio bem pelego, o que é o que é bem ousado de contar. Então eu fiz isso, eu sim, fiz parte de comissões culturais que eu organizava, assisti filmes e não sei o quê, eh até me aproveitar bastante da escola para o esporte, que eu sempre gostei, para namorar, conhecer meninas e namorar, porque aquela timidez continuava e evidentemente que ela continuava para esse lado também quando eu virei pré-adolescente. Então a escola era um espaço eh fornecedor de namoradas potenciais. o que faz a escola ser bem mais interessante do que simplesmente ir para estudar. eh e eu nunca estudei muito, e meus pais também nunca eh me cobraram muito por isso. Ãh O que hoje eu acho que, sim, foi um erro deles. Eu acho que deveriam ter cobrado mais, porque eu acho que eu poderia ter estudado mais, ter aprendido, eh ter tido outra relação desde pequeno com o com os estudos. mas eu nunca precisei, eu nunca tive nenhuma dificuldade com disciplina nenhuma então do ponto de vista eh do aprendizado aquilo foi muito tranquilo né eu nunca eh me atrapalhei em momento nenhum eh então eu aproveitei a escola como um um um grande espaço de lazer eh e de relações com pessoas ãh e aquilo me ajudou muito a crescer o fato de ter uma liberdade grande lá no Friburgo né e dali também eu tive um um salto, na verdade um um um degrau que eu subi, o dono do Friburgo era dono de um acampamento de férias. Eh e chegou uma hora que ele, assim, eu lembro bem do momento, era uma festa na escola, meus pais estavam lá, Meus pais eram bem presentes na escola.

E eu... E aí eu fui. e eu fui, eu nunca mais deixei de ir. E o acampamento era diferente do que é hoje né, hoje se vai para acampamento são temporadas de uma semana, dez dias no máximo, e naquele tempo não, eram trinta dias, acabava a aula, você ia para o acampamento, acabava o acampamento, no dia seguinte tinha aula de volta, eh e aquilo foi muito legal para mim, foi um momento de de afirmação, de amadurecimento mesmo, ãh e isso veio junto com a escola né, uma coisa que está muito ligada com a outra na minha história.
Como que eram os acampamentos?
Bom, tinha dois tipos. Tinha um que era eh em Ferraz, uma unidade que era em Ferraz de Vasconcelos, o acampamento se chamava, ainda existe, se chama Nosso Recanto, eh conhecido por ene erre até hoje. Eh e tinha um um uma unidade que era em Ferraz de Vasconcelos que a gente ia em julho, só meninos. Eh e eu fui a primeira vez, eu devia ter doze para treze e gostei muito daquilo, porque eh para um moleque que gosta de esporte não tinha nada melhor na vida, eram quinze dias em que você ficava jogando, brincando, conhecendo as pessoas, e nos últimos quinze dias você entrava em tudo que era campeonato, de todas as modalidades que você quisesse, quer dizer, não tinha mais nada para fazer. Eh E aí, nas nas fé, isso devia ser para uns cento e vinte meninos, qualquer coisa do tipo, entre dez e E aí, nas férias de verão, a gente ia para um outro lugar, que era em Agudos, perto de Bauru, que era um seminário enorme, maravilhoso. E os seminaristas estavam de férias, então eles aquele espaço estava vazio e o acampa o nosso recanto alugava. E aí era para trezentos trezentas crianças, entre meninos e meninas. Então, sim, julho já era bom, aí em janeiro era tudo de bom. Porque aí juntava tudo, juntava o esporte, juntava as meninas, juntava cinema, eh teatro, aí tinha um monte de coisa para fazer.
então... E como que foi assim, você falou do do dos namorinhos na escola e agora das meninas, hum, no acampamento de Janeiro, as primeiras paixões assim, porque nessa idade menino às vezes não quer muito estar perto de menina, né? É, é, não...
mas aí eh mas aí acho que as as paixões vieram a partir do quê? Dos Acho que dos Acho que foi. Antes elas eram muito escondidas. Eu não revelava, acho que nem para mim mesmo, assim era uma enorme dificuldade. Mas eh mas aí vieram e começaram na escola mesmo.
Mas tinha alguma menina nessa época antes que você gostava e que...
antes, Ah, tinha, tinha umas meninas da minha sala que eram meninas mais velhas que eu, que eu idolatrava, eh mas que eu não conseguia nem me aproximar, imagina, nem fazer trabalho de escola eu conseguia me aproximar ali. Aquilo era completamente idealizado e e e ficou desse jeito. E aí eu, sim, eh e essa parte começou na escola mesmo, mas o acampamento teve um papel importante. No acampamento, por exemplo, eu descobri eh eu nunca fui ligado em religião né. meus pais, meu pai é ateu completamente, minha mãe é meio que por tabela também é, ãh eh, isso faz parte da minha história. E teve um momento que eu, acho que lá no acampamento mesmo eu, acho que na minha primeira temporada, Eu era bem novinho, doze, treze anos. Eh Lembro de uma conversa e um cara que era um um cara mais velho, já devia ser monitor, qualquer coisa do tipo, falando nesse assunto, eh falou que ele era ateu e e aí ficou uma conversa sobre isso. As pessoas normalmente, mesmo as crianças, eh se assustavam um pouco com essa informação. Ela é um pouco chocante até hoje para uma parte grande né de de crianças. e e aquilo ficou na minha cabeça e aí eu assim eu eu descobri que eu era e eu acho que eu também adorei ser porque era meio diferente ãh então é uma coisa combinou muito com a outra, eu já tinha um estilo que aquilo não fazia parte da minha vida com aquele cara bem legal falando isso bom então eu vesti a carapuça Então, isso nunca fez parte da minha vida. E aí, indo para esse acampamento misto, eh eu descobri que existia judeus. Eu não sabia disso. Até os quinze anos, dezesseis, isso inexistia na minha vida. E tinha muito judeu no acampamento. Eh Não sei por que motivo. Eh O dono não era judeu, nada disso e tal, mas tinha. E aí comecei, numa das temporadas, comecei a namorar com uma menina que era judia e quando a gente voltou para São Paulo, eh a gente continuou a namorar, mas não dava para namorar, porque o pai dela não permitia, porque eu não era judeu. Então eh, aquilo foi propiciando umas descobertas muito interessantes, que eu não descobri estudando história, por exemplo, na escola, como hoje né é mais fácil de aprender, porque você discute a Palestina, porque você lê não sei o quê, mesmo porque você vê nos jornais, mas eu descobri ali na prática como era essa essa separação, esse ato que que ainda permanece. Mas isso eh, sim, essa história com com as meninas começou mesmo a partir dos catorze, quinze anos. Antes antes disso não tinha. Antes disso era só futebol.
Mas na escola tinha ensino religioso, alguma coisa?
Não, nunca teve, nunca tive isso eh em nenhuma das escolas, nenhuma delas passei perto disso. Lembro, como como esses acampamentos em janeiro eram eh num seminário, tinha sempre uma missa, E como tinha muito judeu, tinha uma cerimônia às sextas-feiras para os judeus e tal. Essa, evidentemente, eu nunca fui, porque eh aquilo nunca me passou pela cabeça. Mas eh mas eu fui em uma outra missa, mas... vou ter que revelar, eh era por causa de uma outra menina que estava na missa, e não mesmo pelo pelo que estava pelo ritual que estava se passando ali, ou qualquer coisa do tipo. Mas foram as únicas vezes que eu fui numa missa na vida, então religião nunca fez parte da minha vida.
E como que foi para vocês, de um pai não deixar a menina sair com você por causa da questão da religião?
Ah, foi muito esquisito, porque eu não sabia que isso existia. Então, eu não não conseguia entender como é que isso podia acontecer. Acho que eh Acho que não entendi na primeira vez. E só me satisfiz com a ideia de que ela já não queria mais namorar comigo. Então, está bom. Eh Como não era o amor da minha vida... está bom, eu vou arranjar outra namorada e fui embora. Eh E a vida continuou. Aí no ano seguinte a gente voltou a se encontrar no acampamento. E aí a gente voltou a namorar de novo. E aí a gente voltou a tentar quando voltamos para São Paulo e de novo não deu certo. Então acho que aí caiu a ficha para mim mesmo de que, ué para algumas pessoas, essas coisas são inaceitáveis. Eh

deve ter sido o que, em mil novecentos e setenta e dois, por aí, e pô já passou muito tempo e as coisas, de uma certa maneira, e para uma fatia da população, acho que continuam um pouco parecidas. Ainda tem umas restrições muito grandes, ainda Romeu e Julieta ainda se justifica de um monte de maneiras. Então, acho que eu precisei de duas passagens para entender direito o que era aquilo, mas eh acho que de algum jeito entendi.
E qual foi depois o primeiro amor que deu certo, de fato? Que
teve... Ih, que deu certo!
<laughs> Ou que não deu certo, ou que não deu certo. Que deu, não, teve, teve...
teve uns namoros que foram legais e tal. Eh Mesmo na escola, acho que meu primeiro namoro foi foi bem bacana. era uma menina mais nova que eu, eh o que era uma coisa esquisita, porque eu já estava no colegial e ela estava no ginásio, e tem sempre né uns umas umas diferenças grandes, pelo menos eh as pessoas veem, em especial os seus colegas. Eh Mas ali eu estava afim daquela menina mesmo, aí a gente namorou, foi legal, e foi um tempão naquela... para aquele tempo acho que foram vários meses de namoro então eh de um de uma certa maneira foi surpreendente eh começar uma vida amorosa com um um uma relação eh que tenha sido longa Mas foi legal. Eu nunca mais encontrei com... Quer dizer, encontrei com essa menina hum há um, sei lá, quinze anos atrás e tal, eh mas nunca mais soube dela. A gente perdeu completamente o contato. Ela tinha uma vida muito mais, eh do ponto de vista familiar, muito mais fora do padrão do que a minha. A a minha vida sempre foi... muito dentro do padrão da família, muito organizadinha, pai e mãe morando juntos, com um casal de filhos, quer dizer, tudo que né a a a classe média podia desejar na perfeição e tal.

Mas eu nunca mais a encontrei. E aí, hum hum não sei, teve uma evolução que eu acho foi acabou sendo natural eh com isso, nessa questão.

E teve assim uns namoros, mas nada foi tão duradouro quanto esse começo. Aí demorou para ter uma relação que fosse mais estável. Eh Talvez mais por decisão delas do que minha, uhum, porque eu sou mais estável nisso. Mas, eh aí, isso, relações estáveis só foram retomadas depois aos dezoito anos, com uma menina com quem eu me casei depois, fiquei sete anos não casado, fiquei sete anos no tempo total da relação, entre o namoro e o casamento.

E você falou um pouco da rotina da sua família, que era muito estável, né? Além de ir para a escola nessa época de adolescência né, já entrando no colegial, como é que era essa vida em família? Você ia para a escola e depois tinha algumas atividades, algumas coisas que vocês faziam juntos?
Tinha nada, era era passar o dia na escola. Eh Eu morava a dois quarteirões do Friburgo. Eh Isso... já acho que no final, no no último ano do do do que era o ginásio, eh e o e os três anos do colegial. Eh Então eu tinha aula de manhã, voltava para casa para almoçar, e depois voltava para a escola para jogar bola, para jogar basquete e meio que tinha que ser expulso da escola. A escola fechava e me mandava embora e tal. Não era só eu, era eu e alguns colegas. Eh Quando a gente não estava na escola, a gente estava na minha casa, porque tinha uma salinha bem legal na minha na minha casa que tinha um equipamento de som e a gente ficava escutando música. Então, eh nesse período de adolescência, eu... Realmente não lembro de nenhum trabalho de escola que eu tenha feito, que eu tenha guardado na cabeça, ou de ter me matado de estudar para alguma coisa. Eu lembro de ir para a escola fazer esporte eh e de estar em casa com meus amigos, escutando música, gravando fita. A gente adorava gravar fita e um dava presente de presente para o outro. Mas era isso. Estudar que é bom mesmo, não rolou.
E quando que você se envolveu com o Grêmio?
Com o Grêmio? Isso deve ter, isso é assim, tinha ãh tinha um me, no na verdade tinha dois meninos ali na escola, que eram da minha sala, eh que em função, um deles em especial, em função das atividades políticas do pai, isso era devia ser ele tinha uma certa consciência do que acontecia, acho que uma certa não, tinha bastante consciência da situação política que vivia o Brasil. Eu não tinha, né, era completamente alienado disso. Eh

E eles dois, acho que a ideia de fundar o Grêmio veio deles. E aí eles reuniram um grupo ali deles e tal, ãh e eles eram evidentemente de esquerda. mas eles iam formar um grêmio, sei lá, para reivindicar umas coisas, para reclamar de outras, para fazer umas tantas, não ia passar disso. Eh

Ele articulou conosco, pô, vocês não querem fazer uma chapa e não sei o que e tal. E a única coisa que a gente pensava em fazer com essa chapa era campeonatos de tudo que era esporte. A gente não pensava em outra coisa. Eh

A daqueles caras que queriam aquele Grêmio por algum motivo... e da gente que estava ali, porque estava ali, porque foram os caras pegos. Ãh E a gente ganhou. Então, eh aí a gente teve que assumir, teve que fazer umas coisas, e evidentemente que aquilo durou uns dois meses e acabou, porque a gente foi colocado ali para aquilo ser inviabilizado, no fundo foi isso, e a gente cumpriu muito bem o papel, a gente fez tudo direitinho. A gente concorreu, a gente ganhou, e a gente inviabilizou o projeto daqueles caras,

Então, ele inviabilizou sem usar a força e a repressão que, na verdade, o regime usava no Brasil. Ele podia ter falado para os caras, esquece, não vai ter Grêmio, é proibido e acabou. Mas não, ele manipulou de uma outra maneira, eh podia ter dado errado, e aí não sei como ele ia se livrar da roubada dele. Mas a gente ajudou ele a a se livrar. Aí a gente organizou uma outra coisa e e acabou. Mas aquilo foi um... foi um... na verdade foi um começo, porque depois eu eu tive atividades políticas. Então, de uma maneira meio torta, eu comecei ali, um uma atividade política. E depois ela se desenvolveu de outras maneiras.
Mas de alguma maneira você não tinha nenhuma então eh, até então, nenhum contato com o que acontecia de fato no Brasil, né? Então, essa questão da ditadura não não te afetava diretamente, né?
Não, na verdade não me afetava de jeito nenhum. Era como se não tivesse, entendeu?

Eu, por exemplo, eu lia livros, mas os livros que eu lia ninguém censurava, porque eram livros de criança ou de adolescente, então aquilo não afetava. Eu ia ao cinema, mas também todos os eventuais zero zero sete que eu quisesse ver iam passar e acabou. Eh Então, na na minha vida prática, não mudava rigorosamente nada.

Eu lembro de comentários do meu pai, e meu pai sempre foi meio de esquerda, assim, e tal. Quando era jovem, teve uma... eh Acho que ele teve mais vontade do que do que no que na prática. Mais vontade de ter uma relação com o com o com o pê cê ou com a esquerda. Mas, de fato, não mudava nada. Era um moleque de classe média e tinha uma vida muito boa, entendeu? Aquilo estava bacana para mim. se era o o o general xis ou ípsilo, eh na prática não mudava. Eh Evidente que eu não percebia. Tinha situações em que, eh se fosse eh um governo democrático, se a gente estivesse num sistema um pouco mais decente do que aquele, eh eu ia eu poderia perceber. Mas eu não percebia e aquilo não mudava. Isso eu devia ter o que, uns

apareceu com o cabelo bem curtinho, e aí a história que ele tinha que ele foi para o julgamento do pai, ele não podia ir com aquele cabelo, então tinha umas coisas ali que que povoaram o meu imaginário, ãh e aos poucos eu fui descobrindo, mas a escola também não contribuiu muito para eu aprender isso. Não é uma escola que eh chegou e foi me dando toques e eu fui... Não, não foi. Foi a vida mesmo, foram os meninos daquela escola, mas aí eu fui percebendo que essas coisas aconteciam. E pequenos comentários na minha casa, porque minha mãe nunca se interessou por i por isso Na verdade, acho que o esforço dela foi para que meu pai também não se interessasse, porque ela devia morrer de medo e tal. Ãh Mas foi bem aos pouquinhos e foi desse jeito.
E aí quando você se formou no colégio, o que que você foi fazer? Foi trabalhar? Foi continuar estudando?
Então, eu me formei eh e fui eh em janeiro para um intercâmbio para os Estados Unidos. Passei seis meses lá. Eh Morei numa cidade linda chamada Colorado Springs, uhum, eh que é uma estação de de inverno, ãh hum umas montanhas nevadas o tempo todo, bárbaro. Aí passei seis meses lá.
Estudando ou não?
É, numa vida, de novo, muito boa, porque eu tinha me formado no colegial e esse intercâmbio era não era para faculdade, era para high school. Então, eu ia para a escola todos os dias, mas eu não tinha o menor compromisso. Então, eu podia ir, eu podia não ir, eh eu podia desempenhar pessimamente na escola, que nada ia mudar. E era uma escola muito legal, porque é é um esquema meio universidade, você escolhe as disciplinas que você quer fazer. Tinham duas que eram obrigatórias, que era inglês e história dos Estados Unidos, ãh mas o resto eu escolhi... Redação publicitária, porque eu achava que ia ser publicitário. Eh Aí escolhi música. O professor hum descobriu que eu era brasileiro e num piano tocou Garota de Ipanema e fez eu cantar para todo mundo. Foi um vexame completo, inesquecível. Escolhi umas coisas assim, eh e eu não faltei na escola nenhum dos dias nenhum dia, eu ia na escola todos os dias apesar de não ser obrigado, mas também porque eu tinha aprendido pela minha história que a escola é um lugar privilegiado de estabelecer relações, de conhecer pessoas, de fazer amigos, eh e foi ali que eu que eu conheci um monte de gente. O lado negativo é que devia ter uns trezentos brasileiros nessa cidade. Então, qualquer aula que eu escolhesse tinha um brasileiro. Eh Qualquer cinema que eu fosse eu encontrava com brasileiros. Eh Na casa que eu morei, eu morei, eu e outro brasileiro, também porque ninguém queria me receber, porque eu tinha escrito na ficha que eu era ateu, que não sei o quê, não sei o quê, e a a a a agência do intercâmbio não conseguia arranjar família para mim. eh Aí fui cair numa família de testemunhas de Jeová, que acho que <laughs> deviam estar achando que estavam fazendo bem, me recebendo, que era um cara que ninguém queria receber e tal. Eh E foram muito legais, me trataram muito bem, eh gostei muito de ficar aquele tempo com eles. Mas eh a escola, de novo, serviu para isso, para eu conhecer pessoas. aprender lá nos Estados Unidos, na escola, eu também me lembro de ter aprendido muito pouco, mas eu tenho na memória, hum também porque eu era mais velho, mas dali eu tenho algumas atividades que eu fiz na escola, diferente do Friburgo, hum, que eu não tenho, aquilo ficou no tempo.
Como o que, por exemplo?
Ah, uma uma umas aulas de música que eu tive, aham, eh umas aulas de redação muito legais, de umas atividades que o cara propõe, porque era um um jeito de entender escola diferente do que eu tinha vivido aqui no Brasil. Ãh Eu tinha uma liberdade para escolher o que eu quisesse, a não ser aquelas chatíssimas aulas de história americana, que você tinha que ficar vendo o nome de todos os generais que participaram da Segunda Guerra e tal, que é uma coisa bem louca. Mas eu não precisava fazer matemática, isso já era tão lindo para mim, porque eu detestava aquele assunto.
Quer fazer uma pausa no Exército, contar da sua família?
da minha família americana, conto, eh eles... Primeiro a gente chegou e foi foram trezentos brasileiros para a Universidade de eh Detroit?

Michigan University. Aí passamos lá uns três dias e aos poucos cada um foi indo para o seu estado. Ãh E eu fui sobrando, fui sobrando e tal. E aí, acho que penúltimo voo, eu fui para o Colorado mais uns... meninos, qualquer coisa do tipo. Eh

Eu nunca tinha visto o cara aqui, eu fui conhecer ele em no Colorado. E aí na hora que eu cheguei eu já tinha aquela aversão por coisas de religião que eu fui construindo mesmo, na na verdade foi preconceitos que eu fui construindo. E na hora que e e que eu fui recebido no no aeroporto ali, eu acho que estava o, sim, meu pai, minha mãe, americanos, e um irmão menor, devia ter uns dez anos de idade, eh e todos eles descendentes de espanhóis de de de mexicanos eh, e falando meio castelhano, meio inglês, e não sei o quê. E eu já me senti muito bem ali com eles, porque acho que a ideia do do castelhano também me aproximou muito. Ãh E aí a gente foi chegando em casa, aí entramos em casa, e eu já vi o maior testemunhas de Jeová, eu falei, isto não vai dar certo. Mas foi muito legal, porque eles nunca me obrigaram a coisa nenhuma, diferente do que eles faziam com os próprios filhos né, que todos eram obrigados a ir à i à igre à missa todo domingo e não sei o quê. Eu nunca precisei disso, eles sempre me trataram eh muito bem. ah E aí eu fui embora seis meses depois e nunca mais falei com os caras, nunca mais troquei uma carta. Fui muito mal educado com eles, mas eles também foram comigo, eles também não me escreveram. a nossa relação terminou ali, mas foi um tempo muito legal. E eles eram muito diferentes de mim né, porque eles eram ãh, para os para os padrões americanos, eles eram pobres. E eh Então eles fizeram um esforço muito grande para receber duas pessoas. ãh E a gente morava num bairro, sim, de minorias. Tinha porto-riquenho, tinha mexicano eh e negros. Era isso. E foi ali que eu descobri o que era preconceito. Porque eh eu fui xingado na rua, eu no ônibus para ir para a escola, eh que era um ônibus daqueles tradicionais amarelinhos americanos que a gente vê em filme, Eu tinha que sentar nas ca nas cadeiras lá do fundo, eh no refeitório da escola eu também tinha que sentar com os negros e e e com as minorias ãh de todo tipo ali, mas não não cabia sentar com os brancos, a não ser que fossem com os bem doidões que usavam drogas e que aí não estavam nem aí. Eh O resto era tudo muito dentro do padrão americano e não se aceitava mesmo. Então, eu senti pela primeira vez, assim, quer dizer, pela primeira e única, porque aqui eh eu sou a a maioria, eu exerço poder aqui, lá era diferente. Então, isso foi assim uma uma parte importante da minha experiência nos Estados Unidos, ter tido assim um dedinho mínimo do que é ser tratado como o diferente. Então, acho que eh foi uma foi um aprendizado legal, foi uma vivência bem interessante. Mas é isso que eu ia falar da família americana.
Aí você voltou para o Brasil e foi alistado.
Não, na verdade, antes. Ah, foi antes. Quando, é, quan quando eu Quando eu quando a gente decidiu que eu ia viajar, deve ter sido lá para setembro, outubro e tal, eu já estava em processo de alistamento e tal, e fui convocado. E aí eu ia eh viajar no começo de janeiro e a data para apresentação era um dia antes da viagem. Então teve que ter toda uma negociação, meu pai foi comigo no segundo exército, a gente arranjou um cara para conversar e ir lá. e eu achei que ele ia me liberar, porque eh o argumento principal é que a gente ia ser muito mais útil à nação se eu fosse para os Estados Unidos, aprender um monte de coisas, do que se eu ficar prestando exército aqui, que um monte de gente podia ir, mas o cara não caiu nesse papo, e ele falou, não, você vai, mas aí você volta e se apresenta. Aí então eu não tinha, nem que eu quisesse eu podia ficar, porque aquilo ia me perseguir de alguma maneira. Então eu voltei em julho, E aí me apresentei de novo. E aí eu não tive que eh eh prestar, mas eu tive que recomeçar todo o processo de alistamento. E e foi difícil, mas eu escapei na última hora, é. Escapou. Escapei, ainda bem. O exército não me pegou.

E aí nessa época que você conheceu a a sua esposa, que você se
A primeira esposa. primeira esposa. É, foram várias. Foram várias? Foi, foi a primeira. Foram <laughs> Eh

Eu estava no final do terceiro colegial. E aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu já estava namorando com ela. Tanto que, sei lá, lá para, eu fui em janeiro, voltei em julho. Acho que em maio, ela, minha mãe e a minha irmã foram viajar para os Estados Unidos. encontrar, Eu encontrei com elas. eh A gente passeou pelo por Miami e Nova York. Sei lá, duas semanas, qualquer coisa do tipo.

Todo o período, o final desse desse meu colegial e esse período de viagem, eh aí eu voltei e eh entrei na universidade, logo que voltei.
O que que você prestou na
Eu eu voltei em ja em julho, uhum, então eh com a cabeça nos Estados Unidos e e aí prestei o o, naquela época tinha poucas eh oportunidades de vestibular em julho e eu prestei para o objetivo em propaganda, que eu achava que era o que eu queria fazer na vida. e aí entrei e fiz ãh acho que um ano de curso e aí me desencantei com aquele curso não era o que eu queria pelo menos primeiro aquela escola não era o que eu queria ela era mais eh para criança do que o Friburgo que eu tinha estudado a vida inteira um esquema muito infantil de de tratar, de ver aluno. Depois aquele assunto me desinteressou, eu vi que não não aquilo não me atraía mesmo. Eh E aí teve a história da morte do Vladimir Herzog né, na verdade do assassinato do Vladimir Herzog. E eh E naquela faculdade ninguém falava de política. Então, o a meia dúzia de alunos que quis falar foi mais ou menos sufocada, eu estava entre essa meia dúzia e eu vi que ali, ah aquele espaço não era para mim. Ãh Então, eu abandonei o o o objetivo. E aí prestei de novo no final do ano seguinte. Prestei vestibular e naquela época existia um negócio chamado SESEM, SESEA e MAPOFEI, que era um exame que era um examevestibular para várias universidades, inclusive para a USP, para várias faculdades e e para a USP também.

E aí eu não entrei na USP porque eu também não me preparei de forma nenhuma. Se eu tinha feito uma escola e um colégio que tinha sido bem legal para eu crescer e me relacionar e muito pouco para ter estudado de fato, eu também nunca entrei numa sala de cursinho. E eu também nunca tive nenhum estudo específico para uma prova como vestibular. Então, eu fiz o vestibular como eu fiz todas as outras provas na minha vida, entendeu? Ah, tem prova, está bom, vou lá. Peguei minha caneta e fui fazer. E aí não entrei na USP, ia ser bem esquisito se eu tivesse entrado, sem nenhum preparo mesmo, eh e entrei numa faculdade eh que nos últimos anos cresceu muito, mas que na época era pequena, que era na Anhembi. E aí fui fazer, entrei em comunicações, eu já tinha feito comunicações né, porque publicidade é dessa área, então eu me mantive na mesma área, mas aí eu fui para o lado de editoração. Eu sempre gostei muito de livro, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, e achei que ali era um era uma coisa que eu ia me dar bem. E aí entrei em editoração, fiz, me formei como editor e tal, mas nunca exerci a profissão de editor. trabalho com livros na minha no meu dia a dia, mas de outra maneira. Mas E aí fiz até que mais ou menos a faculdade. Se formou Me formei, demorei, não foram os quatro anos, foram quatro anos e meio, porque teve uma dê pê zinha de estatística. Eu já falei da matemática antes, a estatística está no mesmo campo, mas... Mas a o último período, no último período não, mais do que o último período, durante desses quatro anos e meio, três anos e meio, foram de política, mais nada. Era de novo a minha prioridade. Mais uma vez o estudo não foi a prioridade, já não tinha sido na época da escola e do colégio e não foi na época da faculdade também.

e ela estava fazendo filosofia e e e a intensidade do movimento estudantil na Escola da Filosofia e das Ciências Sociais era muito grande e eu vivia na USP, na verdade eu estudava à noite na Anhembi e à tarde passava na USP e fazendo política, ãh então aí eu me meti muito nisso. De manhã, eu trabalhava. Fazia uns estágios, ganhava uma graninha ali e tal. E a vida foi assim durante pelo menos uns três anos e meio dessa desses quatro anos e meio da da da Anhembi.
Como que você se envolveu no movimento estudantil? Como é que era, de fato, essa articulação política que você participava?
Bom, começou assim... ingenuamente, no sentido de que eu não entendia que aquilo que aquelas pessoas que estavam ali no centro acadêmico tinham outras ligações ãh subterrâneas com organizações políticas. Eu achava que era um grupo de gente que, tudo bem, era cron contra a ditadura, uhum, que queria organizar aquelas pessoas ali e tal, mas que parava meio por aí.

pelas deformações que existiam na USP naquele momento, e eu não sei se existem até hoje ou não, eh eu meio que passei a ser um diretor do Centro Acadêmico da Filosofia sem nunca ter sido estudante da filosofia, de tanto que eu vivia lá.

ãh E eu meio que por tabela. E eu vivia tanto lá que eu era reconhecido pelos eh pelos alunos, com certeza, pelos estudantes da filosofia, eh até alguns professores. Ninguém mais sabia se eu era aluno, o que que eu era lá. mas eu vivia lá e tal, e dali eu fui tirando eh eh lições para levar para a Anhembi, onde eu eh ali construí um centro acadêmico e ali eu fui direção de um de um momento ali do do do movimento estudantil na Anhembi, mas que também foi... extemporâneo e e durou pouquíssimo tempo, eh porque aí os meus os meus interesses já não estavam mais ali, na Anhembi eu queria só me formar eh e eu tinha uma visão bem preconceituosa daquele grupo de de alunos que estava ali, daqueles estudantes, eh achava que a vanguarda estava na USP, umas besteiras de esquerda mesmo. Ãh Então, eh me voltei, Eu olhava da seguinte maneira, a Anhembi serve para eu me formar, tenho até uns amigos aqui, são pessoas bem legais e tal, mas o que interessa está lá. É lá que está a política, é lá que está o combate à ditadura, é ali que estão as organizações políticas, porque aí aos poucos eu fui descobrindo. que tinha ramificações, que ninguém fazia política simplesmente porque fazia. né Fazia porque você estava ligado a um grupo, é a um grupo clandestino, que naquela época não não não podia se revelar e tal. Ãh E aí entrei para um desses grupos e fui fazer política organizadamente.
Que grupo que era esse?
Ele existe até hoje. Ele chama O Trabalho. É uma é um grupo dentro do pê tê. E tinha um braço estudantil chamado Liberdade e Luta, ãh que tinha toda uma aura de de vanguarda, de novo, de uma coisa... E as reuniões eram todas na USP desse grupo? É, mais ou menos. Naquele mo, hum... Não, tinha... era grande era grande na na na, alguns grupos eram grandes na no movimento estudantil, e todos eles ligados a uma organização. Tinha grupo ligado ao pê cê bê, grupo ligado ao pê cê do bê, eh grupo ligado à á pê, ação popular, que era um grupo oriundo do do eh da guerrilha, eh tinha de tudo, era uma festa aquilo. E a e a Libilu era eh era um grupo trotskista, na verdade o trabalho era um era uma organização trotskista, e a Liberdade e Luta, a Libilu era o braço estudantil, ãh mas tinha um monte de univer de faculdades particulares, Do mesmo jeito que eu levei para a Anhembi e que formei uma celulazinha ali na Anhembi, outros alunos tinham levado para Oswaldo Cruz, para não sei aonde, para a FEI, para a Mauá, et cetera. Na USP tinha uma penetração bem grande e na PUC também. E eu me reunia a partir daí, quando eu quando eu me organizei mesmo, eh aí eu saí da USP, porque eu não não fazia política na USP, eu tinha que fazer política na Anhembi, aonde eu estudava, e a ideia era que ali eu construísse uma célula da organização e tal. E aí todas as minhas reuniões eram na PUC. Eh era ali que tinha eh a coordenação do movimento das escolas eh particulares.

Era da USP, era era grande. E aí eu fui eh fazendo parte da organização, do trabalho mesmo. Quando eu me formei, eu continuei militando, mas aí não era mais no movimento estudantil, eu não era mais estudante. E aí já era mil novecentos e A organização foi contra participar do pê tê no primeiro momento, porque dizia que o pê tê era um partido junto com os outros que a ditadura tinha permitido que era de alavancar o regime e qualquer besteira do tipo. Aí depois a gente foi perceber que não era bem isso, aí a organização entrou no pê tê e aí eu fui trabalhar dentro de diretórios regionais do pê E a política da organização era suicida completamente. Então, durante um tempo eu estava no diretório do Jabaquara. Aí ia lá e discutia e fazia as atividades e não sei o quê. Aí passava um tempo, não, não interessava mais o o Jabaquara. Agora interessa Itaquera. Aí lá ia eu para o Itaquera. E não era eu, era eu e mais um monte de gente que era deslocada desse jeito. E a gente tinha a ilusão de que a gente estava construindo alguma coisa mesmo.
no fun... O que que vocês buscavam de fato?
Primeiro, derrubar a ditadura.

Tanto que, eh eh quando acabou a ditadura, acho que a gente ficou sem saber o que fazer, porque a gente viveu a vida inteira querendo que aquilo acabasse. Bom, aquilo acabou, eu falei, e agora? O que que eu vou fazer da vida? Então esse era o primeiro objetivo. Tinha um outro objetivo que era instalar o socialismo no país. E mais do que no país, porque a gente acha a gente não pensava pequeno, era no mundo inteiro mesmo, era interplanetário. Ãh Mas é era isso era, na verdade era organizar as pessoas. Essa era a ideia, ãh de organizar as pessoas de maneira livre para que elas pudessem se expressar, expressar suas vontades, as necessidades, etc. Uma ilusão, hum né uma ilusão bem adolescente. eh Tem um lado que é bem legal, que eu acho que tem que viver mesmo isso, é a hora de viver essas coisas. É esquisito querer viver isso com cinquenta. Você tem que viver isso com O problema é que com o vinte tinha uma ditadura e o negócio era complicado. Mas tinha uns lances também que eram muito muito divertidos e sedutores. Ter um nome de guerra, ter que se reunir clandestinamente, as reuniões de células, você não podia chegar quinze minutos atrasado porque senão não sei o quê. Então tinha umas coisas que pareciam filme de espionagem, parecia que você estava vivendo outra vida que não era a sua.
Qual que era o seu nome de guerra?
O meu nome de guerra era uma era uma homenagem a um amigão que eu tinha na Anhembi.

O pai dele foi foi militante do pê cê

Era um cara muito querido por mim e e...

É porque, assim, na organização as pessoas só se tratavam pelo pelo nome de guerra. Eh Ainda era, isso foi em mil novecentos e setenta, acho que oito, que eu comecei a militar organizadamente. E ainda tinham os perigos. né Você não sabia e já, tudo bem, já não se matava nem se torturava eh como tinha sido. É verdade, não se fazia isso. Mas você não sabia como as coisas iam evoluir. Então tinha toda uma questão de segurança eh e além do charme de ter um nome de guerra, de estar organizado numa organização clandestina e não sei o quê, Tinha uma questão de segurança real mesmo. Eh

Então, e de vez em quando eu ainda tenho muitos amigos que são ex-militantes e tal, e muitas vezes a brincadeira é de ficar chamando todo mundo pelo nome de guerra e tal, que só nós conhecemos.
E você teve alguma situação, quando você está envolvido na nessa organização, nesse movimento, que te deu medo real, assim, que vocês sentiram que estavam passando um perigo?
A primeira vez que eu fui fazer uma panfletagem, eu não era nem organizado ainda. Eu ainda era só assim um um um estudante a fim de eh fazer alguma coisa. E com essas pessoas que eram é dirigen que eram da diretoria do CAF, do Centro Acadêmico da Filosofia. A gente foi fazer uma panfletagem pelo voto nulo. Isso devia ser... e oito, não me lembro, setenta e seis, sei lá. Naquela época, as organizações de esquerda chamavam o voto no no eme dê bê contra a Arena e não sei o quê, e a gente achava que o pê eme dê bê era a mesma coisa que a Arena, aquilo sustentava a ditadura. E aí a gente foi fazer uma panfletagem na Estação da Luz, a gente era besta para caramba, porque é proibido panfletar lá qualquer coisa. A favor da ditadura é proibido, imagina contra. Então, eu eu estava de carro, eu que estava dirigindo, levando umas pessoas, e eu fui estacionar, eu estava tão nervoso que eu fui pôr a cabeça para fora, assim, para ver e não vi que o vidro estava meio aberto, enfiei a boca, quebrei o dente eh de tão nervoso que eu estava ali. Ali eu fiquei com muito medo, ãh porque de manhã tinha sido preso estudante panfletando ali. mantiveram a nossa panfletagem para lá e eu não tinha a menor coragem de falar, esquece, eu não vou, vocês estão tudo malucos. E teve outras situações, essa foi a primeira. Eu fui preso uma vez, eu e mais duzentos estudantes na medicina, da USP lá na eh na Rebouças, não, mas lá na medicina, esqueci, na... Santa Casa. Na doutor Arnaldo, lá em cima. Eh A gente foi preso e tal, mas sem nenhuma consequência maior, além de passar, sei lá, dez horas, doze horas preso. Eh Na hora que eu saí de madrugada, meu pai estava lá embaixo.
Como sua família via isso tudo?
Meu pai achava muito divertido, porque eu acho que ele tinha tido vontade de fazer um pouco parecido. A minha mãe ficava bem, hum, <laughs> bem brava, bem irritada. Eh Achava tudo um absurdo né, que era eh uma coisa sem o menor cabimento. Eh Mas ela não acabava não tendo muito espaço, porque meu pai... Achava que estava tudo bem. Então, não não tinha muita restrição. Nunca sofri muita restrição de nada na vida, mas eu também não fiz lá muita besteira, entendeu? Então, acho que uma coisa meio que combinava com a outra. Eu era mais contido e os caras não precisavam ficar no ficar me dando dura nem me cobrando coisas. A gente conviveu bem. Mas minha mãe achava meio uma calamidade.
E você tinha amigos do colégio que se envolveram com você ou não?
Não, do colégio não. Quando eu saí do colégio e eu fui direto para os Estados Unidos, eu perdi o contato com esses caras.

Então, eh aquelas pessoas do do Friburgo foram se distanciando, mesmo porque quando eu voltei dos Estados Unidos depois, alguns já tinham prestado vestibular, já tinham entrado, já tinham se encaminhado um pouco das suas vidas que eu ainda não tinha. E aí todo mundo vai arranjando namorada, e aí as pessoas vão se distanciando de outra maneira.

Logo no final do ano, qualquer coisa do tipo, eh já teve esse episódio do do do da morte do Herzog e eu já fui me encaminhando para o lado da política.

Então, nunca mais encontrei ninguém desses meninos do do Friburgo, e aí fui assim consolidando outras relações, algumas do objetivo, eh e que depois que eu saí de lá também abandonei,

A política eh supriu completamente as minhas relações de amizade a partir daí. porque também era um grupo, você está num gueto né, você fala uma linguagem cifrada, eh você tem uma vida que é é quase em segredo, ãh então você tem que meio que ser amigo de quem é parecido com você, é o que é uma roubada. Porque você fica falando para você mesmo, né? Você nunca tem oposição, é duro de você elaborar coisas que não sejam dentro daquele eh daquele espaço. E Mas eh eu conheci muita gente muito legal, são meus amigos até hoje, uma parte grande de de gente que era da Libilu e tal.
Tem alguma história da Libilu dessa época que você que ficou mais marcante para você?
Tem, teve um congresso de reconstrução da UNE, acho que foi em setenta e nove, e foi em Salvador, na Baiera Longe, para caramba. E eu era delegado, evidentemente, pela anhembi, porque eh eu era, <laughs> eu era, ao mesmo tempo que a liderança, eu era o liderado na anhembi, era eu, não tinha mais nada. Então, eh eh eu e mais três pessoas fomos tirados como delegados da anhembi para ir para eh para ir para o congresso da UNE. E a UNE era uma entidade banida pelo regime, não sei o quê e tal. E, sei lá, foram uns três mil estudantes, cinco mil, não lembro o quanto, mas eh evidentemente de ônibus, eh e alguém tinha que levar milhares de panfletos daquele grupo com as suas propostas políticas, e eu fui o escolhido para levar aquilo. Então lá fui eu, no meio de uma madrugada, entrar no ônibus com uma mala pesadíssima, com não sei quantos panfletos. Evidentemente que a polícia parou aquele ônibus no meio da estrada. E aí eu achei que... Eu eu achei que eu ia morrer, <laughs> mas não tinha mais jeito. E não aconteceu nada comigo, porque os caras só pediram o documento, anotaram, porque evidentemente viram que eu era estudante, eh e era isso que eles estavam buscando, gente quem estava indo para aquele congresso e tal. Então, eu tive o meu nome ali anotado, ãh mas acabou não acontecendo coisa nenhuma, como de resto nunca aconteceu. Mesmo nessa prisão... Tem tem um a prisão do dia seguinte à minha prisão. O fato do dia seguinte à minha prisão é que entrou para a história, que foi a invasão da PUC pelo pelo Erasmo Dias, que era o secretário de Segurança Pública, eh de uma forma muito violenta, invadiu casas ao redor, da eh no entorno da PUC, invadiu a escola, acabou com a aula, foi buscar aluno escondido não sei aonde, foi uma loucura aquilo. E no dia anterior, eh foi quando eu fui preso, e eu fui pre eu e mais duzentos estudantes estavam na escola de medicina, eh porque precisava ter um encontro nacional de estudantes, que ia discutir o congresso de reconstrução da UNE, se é que eu não estou enganado. E a ditadura também se movia, era um jogo de xadrez. Onde que a gente vai fazer? Eles descobriam e não sei o que e tal. E a gente tinha ocupado a medicina, para eh, na verdade, para enganar. Eles acharem que era lá e o o o encontro estava se reunin os os os estudantes estavam se reunindo em outro local. E aí os caras cercaram a medicina e falaram, olha, vocês estão presos, acabou. Então puseram um monte de ônibus, a gente foi entrando nos ônibus, mas não aconteceu nada, a não ser um susto. Na hora que você vê que tem duzentos, trezentos, você fala, bom, não vai acontecer nada com ninguém. E aí você olha para o lado, vê um monte de rosto conhecido, de amigo, e está bom. E aí, enquanto a gente estava sendo preso, aconteceu o Encontro Nacional de Estudantes. E a o ato na PUC, no dia seguinte, foi meio que para comemorar que a gente tinha conseguido enganar a ditadura e fazer o encontro. E aí o Erasmo Dias foi lá e arrebentou tudo, e eu não estava, porque a recomendação eh era para que não fosse quem tinha sido preso um dia antes, para não ir, para não correr o risco, porque se fosse preso de novo, aí podia se encrencar e tal. Então, eh nem nesses fatos eu corri algum risco sério. Teve umas situações ali de um medinho e tal, mas eh na verdade foi muito mais prazeroso do que qualquer coisa.

Você só estava atuando no movimento?
Não, eu eu trabalhava desde... acho que dezenove anos, não lembro, final de dezoito, dezenove anos, eu comecei a trabalhar. Primeiro, meu pai era empresário. Eh Então, primeiro eu fui trabalhar no escritório dele. Fui ser meio que um office boy de luxo, com carro. Então, eh coisas assim que um boy normal não fazia, eu fazia. Além de ir fazendo umas outras coisas dentro do escritório e tal.

Aí depois, eh não lembro porque eu saí de lá, acho que eu passei um ano trabalhando lá e foi razoável. Eu fui aprendendo desde de muito cedo eh a trabalhar com família. Essa foi a primeira experiência, mas teve várias na minha vida. Eu nem lembro porque eu saí, mas eu passei um ano lá e saí. E aí fui trabalhar no na CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, que fazia isso, acho que ainda faz com estudantes eh universitários. Pega para estagiário e é uma roubada, porque você tem que ir para a rua às cinco da manhã, ficar em pontos estratégicos, no meio da calçada, no meio da ilha, na avenida, contando quantos carros passam para os caras poderem fazer estudos para eh mudar tráfego, essas coisas. Mas eu conheci um monte de gente ali, eh gente da USP e tal, eh foi, assim, era uma roubada, porque era muito cedo e era assim em condições terríveis para trabalhar no meio da radial leste, era uma coisa horrível. Mas também foi uma parte da vida ali e e e foi divertido. Ãh

era diretora de escola ãh da prefeitura aqui em São Paulo. E aí eu lembro de eu falar que eu gostava muito de escola e não sei o que e tal. E eh E ela deu um jeito de eu ser contratado meio que de qualquer jeito, sem ter que prestar nenhum exame na prefeitura. Mas eu fui trabalhar na escola dela, mas eu fui trabalhar na secretaria da escola dela. Era uma escola no Campo Limpo. Se hoje é longe, naquela época era mais longe. Mas eu adorava ir para lá. Passava meio período lá. Eh Isso já era, ó, mil novecentos e Eu sei porque eu lembro de um amigo ter ligado para dizer que o John Lennon tinha sido assassinado, estava na escola. Então, isso foi no final de

E e foi ali o meu primeiro contato com escola e com sala de aula, porque evidentemente faltava um monte de professor e ué, eu tinha que salvar. Então você entrava em sala e começava a fazer um trabalho que você não sabia se ia durar um dia, dois dias ou três, se você ia voltar para aquela turma ou não ia, mas ali eu aprendi a a me relacionar com crianças. Na verdade a me relacionar não, eu aprendi que eu gostava de me relacionar com crianças. Mas eu não era professor, eu trabalhava na secretaria da escola, na parte burocrática.
Mas todo momento que você podia, você... Eu estava lá com as crianças. Era
O trabalho era muito chato né, porque era um trabalho insuportável, de papel, é só papelada, eh para entregar para a secretaria, não não não passa disso. Mas eh a parte legal eram as crianças mesmo. Mas eu fiquei pouco tempo lá. E aí em oiten, é, isso era final de oitenta, em oitenta e um eu aí fui trabalhar numa escola, mesmo como professor, e e foi aí foi minha primeira experiência como professor, mas já não era eh ensino público, já era numa escola particular e tal.
dava aula de quê?
No começo, eu fui trabalhar, na verdade foi assim, minha tia, trabalhava na biblioteca de um colégio que existe até hoje em São Paulo, chamado Palmares, é um um colégio grande. Eh E minha prima também trabalhava nessa escola como professora.

Ah, então está bom.

Ela está está viva até hoje. E ela descobriu que meu negócio não era com os grandes. E ela me propôs trabalhar, ser professor de português para a quinta série. E eu tomei um susto enorme, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eh Mas assim, em uma semana eu já estava encantado com aquele projeto. Eh e aí fui hum comecei como professor de português da quinta série lá no Gávea, que foi uma escola que durou dez anos.

Mas que foi minha escola. mais do que criança, eh educação é legal.
Mais uma vez a escola volta na sua vida.
Mais uma vez, mais uma vez, de outro jeito agora. Mas está presente o tempo todo. E ali, no o o projeto do GAF era um projeto muito eh muito legal, porque ela cismou que ela ia abrir uma escola, e ela não abriu uma escola com... Ela abriu com oitocentos, era uma coisa monstro, era um monte de aluno e tinha três quintas séries, então tinha um monte de aulas e tal. E eu na época tinha vinte e quatro anos eh e era hum né hum um pouco mais do que um menino, na verdade. E homem, dando aula na quinta série era uma coisa muito diferente.

E ela fazia mesmo, do mesmo jeito que ela fez a escola, ela fez umas escolhas que poucas pessoas fariam. Eh ãh E eu gostei muito de trabalhar com o com os meninos.
O que que mais te fascinava?
Ah, primeiro me fascinava que eu achava que eles eram uns abandonados, como eu acho no fundo até hoje. Essa faixa de idade, assim, onze anos São quase uns perdidos. Eles não são crianças, mas eles também não são adolescentes. Sendo que adolescente já é uma coisa que não é nenhuma nem a outra. Nem criança, nem adulto. É uma coisa intermediária. Então eles eram os intermediários dos intermediários para quem? Não existia uma literatura própria, não existia um cinema próprio, não existia uma música própria. Não tinha nada, então era eu fui aprendendo a observar esses meninos, eh a entender um pouco a cabeça deles, o jeito deles. E eh até hoje é a turma que eu mais gosto de trabalhar, eh com meninos de... anos, que eu acho mais interessante. Só há seis anos atrás, sete anos atrás, que eu fui eh trabalhar com crianças um pouco menores. Hoje, eu sou da de sete anos para cá, eu sou professor de português de quinta série. Aliás, de quarta série, quinto ano. Eh E foi a minha primeira experiência com crianças menores do que aquelas com as quais eu comecei, que era de quinta e sexta série. Já trabalhei com sétima, já trabalhei com oitava, já dei uns cursos para eh colegial, já dei uns palestras e cursos para para adultos, mas a coisa mais recente são os menores. E eu ainda estou aprendendo com os menores, ainda tenho muita coisa para aprender.
Você falou do Gávea e aí você ficou três anos lá, depois você continuou só trabalhando em escola.
Não. Eh Na verdade, no Gávea foi assim. Eu comecei trabalhando com a quinta série e aí o trabalho no primeiro ano foi muito legal.

Assim eu ia continuar com a mesma com as eh Aí o trabalho continuou a ser muito legal, e aí ela me deu umas aulas no terceiro ano, que era que era nada. Eu fazia meio o que eu quisesse. Eh e aí eu fiz um jornal, isso foi em

Foram as primeiras eleições que a gente teve livres para governador e tal. E eu organizei um debate com os meninos que foi bárbaro. os meninos foram muito legais. A escola parou. E nem era esse o projeto. O projeto era ser uma coisa ali só para a sexta série. E E aquilo foi o máximo e tal. Mas eu tenho uma coisa assim meio... É é difícil hum eh me controlar. Então, não adianta muito ter um um orientador pedagógico, um supervisor, um coordenador, assim, porque eu eu eh sempre fiz as coisas do do jeito que eu que eu queria fazer, ponto. Então, eu nunca fiquei mostrando nada para ninguém, eu fazia e acabou. Eh

Além, de eu acho dela aí, essa parte eu nunca soube exatamente, porque nunca ninguém veio conversar comigo, mas acho que discordando do meu trabalho mesmo com com a língua. Eh e aí eu sei que eh quando acabaram as aulas, antes das provas, naquela época tinha prova no final do ano e tal, antes de prova, a minha coordenadora eh eh chegou para mim e falou, ó,

E foi muito triste, eu fiquei muito triste, ela também.

Então, as minhas as minhas relações profissionais, pelo meu jeito, também estão muito ligadas à questão do afeto. Eu tenho que gostar, eh eu tenho que ter uma empatia, se não for assim é muito difícil para mim. E aí eu acabou o ano, eu tinha uma vida muito boa, eu ganhava bem lá no Gávea, eh e eu militava nessa época ainda, então ãh eh era a única fonte de renda que eu tinha era aquilo, acabou de uma hora para outra, e eu tinha o que, uns vinte e seis anos, ãh eu nunca tinha pensado num dia além daquele que eu estava vivendo. Então eu devia ter dinheiro para o dia seguinte, mais ou menos. Aí tudo bem, levantei uma grana de de demissão, fundo de garantia e tal, e deu para viver um tempo.

ela eh me indicou para dar umas aulas de reforço. Ainda existem hoje um o algumas alguns locais de trabalho que você monta para dar aula de reforço para alguns alunos. E eu eh fui fazer esse trabalho, mas ãh não era a mesma coisa. Eu fiquei, sei lá, uns seis meses ali. E aí acabei saindo, fui fazendo uns bicos eh de, na verdade... de publicidade de texto que eu gostava de fazer e tal e aí fui depois disso aí eu passei um tempão fora da escola sem trabalhar com escola eh fui fazer outras coisas eh e de novo fui trabalhar com meu porque meu pai aí já era um empresário de outro tipo, já muito bem sucedido, já tinha algumas empresas e não sei o quê, e eu tenho só uma irmã. Então eu acho que um pouco passava pela cabeça dele o que será de tudo isto, que nem era tão grande assim, mas o que será de tudo isto quando eu não estiver mais aqui. Eh E acho que devia passar pela minha cabeça, putz, eu acho que eu vou ter que... desempenhar um pouco nessa parte também. Então, eu estava meio que sem emprego fixo, meio não, eu estava sem nenhum emprego fixo, só com os bicos e tal, eh e aí ele me convidou. para eh para trabalhar na parte de publicidade das empresas dele. Eu falei, ah acho que é bacana. Então, está bom. Fui e fiz uma experiência de alguns anos ali. Aí fui trabalhar na parte de marketing. ãh E aí fui vendo que esse mundo de negócios não não era para mim. Eu passei alguns anos tentando. Acho que foi legal para eu aprender um monte de coisas, para o meu pai aprender um monte de coisas em relação a mim. E para ele perceber que ele tinha que dar outros caminhos para a para as empresas dele né, para que ele eh para aquilo que ele tinha construído na vida dele, que eu não ia ser a pessoa a cuidar daquilo.
O que você menos gostava? Eu não
O que eu menos gostava eh, na verdade eh, eu tenho uma enorme dificuldade até hoje de lidar com dinheiro. É uma coisa que eu não sei, que eu não gosto, não fui educado para isso, não tenho nenhum prazer com isso. E ali, primeiro, tinha que um pouco cuidar de vendas. Então, tinha que lidar com números, lidar com vendedores, ligar lidar com objetivos. E talvez isso tenha sido a coisa mais legal que a organização e que a política me deu. Um método, porque eh eh eh eh a organização tinha um método chamado... objetivo e resultado, em que você traçava objetivos eh com determinado tempo eh para atingir aquele objetivo e você ia medindo os resultados que você chegava. E aquilo foi uma coisa legal para mim. Ãh Mas aquilo não era aplicável na minha vida ali naquele trabalho. Eh era era Era de outra maneira e no fundo acho que um pouco tudo me incomodava. Desde a presença do meu pai, Porque acho que pai é legal quando ele é pai. Quando ele é chefe, ele é outra coisa. ãh eh en E aí descobrir um outro pai naquele chefe, eh porque ele é diferente né. O meu pai sempre foi um pai eh que me deu muito espaço. Aquilo que eu falei, nunca me cobrou muito. Tem um lado que eu acho hoje que não é lá muito positivo, mas era o jeito dele. Então eu sempre vivi com muita tranquilidade. E lá no no no no trabalho, na empresa dele, ele não era assim. Ele era um cara bravo, que cobrava, que exigia, que não tinha eh não tinha muitos limites assim na na forma de lidar. Sempre um cara que teve uma energia, uma disposição para o trabalho assim monstruosa e ele exigia isso de todo mundo. E eu não tinha, eu eu continuava colocando a minha energia em outras coisas e não naquilo.

que era também diretor da empresa e tal, mas eh eram objetivos muito diferentes dos meus, objetivos de vida, forma de ver a vida, se relacionar com a vida, então aquilo me desencantou, mas acho que foi bem importante para eu amadurecer e perceber umas coisas. E aí, ãh bom, aí saí de lá, passei, sim, passei pela parte de propaganda e publicidade, tinha uma agênciazinha de propaganda ali que eu cuidava e que acho que deve ter tido um momento que eu deve ter pensado, Putz, isso aqui vai ser bacana para mim e tal. Mas aí quando aquilo não deu certo, eu acabei indo para a área de de marketing e eu também devo ter no começo achei que aquilo podia ser interessante e fui estudar e comprei livros e comecei a ler, mas sozinho, sem método, sem organização. Então aquilo também não foi um, hum, um aprendizado sólido para mim. As coisas foram muito mais na prática e tal. Eh e sei lá, em seis anos... Eu tinha abandonado completamente esse esse departamento da vida ãh e eh ah e aí fui abrir um negócio com a minha terceira mulher, porque a gente passou pela segunda sem nem citar. Mas aí eu já tinha filho, já tinha passado pelo segundo casamento e aí eu fui abrir um negócio meu, uma atividade minha.
Os filhos você teve na com a segunda mulher?
com a segunda mulher. A primeira foram, sei lá, acho que seis anos de namoro, seis anos e meio de namoro. Aí a gente casou. Aí depois que a gente casou, acho que uns três meses, ela foi estudar na França. E aí ela voltou seis meses depois e a gente se separou. Então foi <laughs> foi bem legal aquilo, foi bem diferente. Mas... segunda mulher... E aí era um casamento que não não não tinha filhos, então a gente se separou, a gente até se encontrava, porque continuava militando na mesma organização e tal, mas eh mas aquilo acabou. Aí a segunda mulher também era militante, eu também conheci ela enquanto a gente militava.

Filhos em comum, né?
É, os fi a gente tem uma vida muito entrelaçada. Essa história minha de viver com a família, né, trabalhar com a família, não sei o quê, ela eh eh ela tem consequências. Eh

Lá para meados de mil novecentos e noventa, eh, a gente entrou de sócio, entre aspas, num sítio eh aqui perto de São Paulo. Era um é um sítio muito legal, tinha seis suítes e tal. Então, seis famílias resolveram alugar aquele sítio. Pessoas conhecidas, muitos ex-militante.

E aí cada um tinha o seu quarto e toda sexta-feira à noite ia todo mundo para o sítio passar fim de semana junto. Era muito legal e tal. Ãh

Um pouco antes, um pouco depois, já não lembro mais. Teve um outro casal que se separou. Eh e aí você tem que começar a negociar, bom, quem vai, qual final de semana, não sei o que, aquelas coisas de casal separado. Eh E aí eu comecei a namorar com essa mulher que tinha se separado daquele outro cara no sítio e aquele cara começou a namorar com a minha mulher. A gente trocou de casal. Eh E todo mundo casou e está casado até hoje. É lindo isso.
resolveu o problema do sítio.
Bárbaro, faz quinze anos que a gente se se que os dois casais se separaram, se trocaram e continuam assim desse jeito até hoje.

Eles são um um ca um ex-casal.

Ela já foi contratada lá eh pelo Itaca, onde eu trabalho, para dar cursos, para dar palestras.

a gente, a gente não se encontra nunca.

Mas a gente vive próximo, muito próximo assim. Eh

Mas é uma vida toda bem bacana.
<laughs> E o sítio vocês continuam
Não, e o sítio acabou, um monte de gente se separou, <laughs> aquilo lá foi... Porque tinha resolvido, <laughs> né, no caso. Tinha, tinha resolvido. Podia continuar... É, não O primeiro momento foi muito esquisito, né? Os primeiros encontros e tal foram todos muito estranhos, mas eh mas a gente acho que foi sabendo construir as vidas da gente de uma maneira que eh todo mundo foi entendendo que... Eu sei lá porque as coisas aconteceram desse jeito e que estava todo mundo feliz. Eh

Então, não ter, quer dizer, evidente, teve uma perda, teve um rompimento, teve um monte de coisa triste.

Mas, aos poucos, as pedras vão voltando para os seus lugares naquele quebra-cabeça.

Então, a gente foi, sim, acho que sendo aos poucos... Bem feliz todo mundo. E hoje hoje as coisas estão são legais. Aliás, as coisas são legais há há muitos anos já. Os primeiros anos que foram de muito estranhamento. é, acho que a gente estranhava e as pessoas estranhavam demais. Mas tudo bem, parece Hollywood.
Dá para fazer um filme, né? Oh
Dá mesmo.
E a sua militância política, depois de um tempo, você começou a ter ter teve seus filhos, começou a abrir negócio, tinha outras coi... é, não.
Sim, você acabou deixando... Ela acabou antes eh dos filhos.

Mas ãh eh quando quando eh acabou a ditadura, e a ditadura não acabou por uma situação de rompimento brusco no país né, foi aquela coisa toda negociada entre as elites e tal. Acho que todo mundo que tinha eh eh uma visão crítica do regime, um combate do regime, meio que perdeu um pouco o foco. O que que você faz agora? Porque a ideia era organizar a população contra alguma coisa. Bom, se você já não tem mais aquela alguma coisa, você vai organizar exatamente para quê? Eh então, não é que ela perdeu a função, mas ela não sabia mais como se organizar, eh não sabia mais ao que vinha, não sabia mais exatamente quais eram os seus objetivos e o que você faz com uma organização que chegou a ter mil e poucos militantes e que depois foi definhando, definhando, definhando... E a minha a minha atuação na organização também. Eh Teve um momento num congresso, que eu que é o é um momento eh capital para mim assim, para o meu para o declínio da minha militância, que eu me candidatei a ser membro do comitê central. Tinha comitê central, era sério aquilo. A gente achava que... A gente ia chegar em algum lugar. Eh e eu me candidatei. Puts, ninguém nem respondeu a minha candidatura. Nem falaram contra, nem falaram a favor. Tive uns tantos votos lá, não fui eleito. E achei que aquilo aquilo era o fim da linha para mim. Alguém tinha que ter respondido a a a ao questionamento que eu fiz. É que se ninguém respondia, eu achava que aquilo não era mais meu lugar. Ãh Mas eu também acho que eu já estava cansado, aquilo também já estava muito sem objetivos para mim. Afinal de contas, eu já não tinha mais ditadura, já dava para eu cuidar da minha vida e está bom. Então eu fui aos poucos abandonando. E eu também não tive um rompimento brusco. Eu não cheguei para ninguém e falei, olha, estou indo embora. algumas pessoas faziam isso né, pessoas públicas hoje, porque um monte de gente que militou lá hoje é importante nesse país, está em Brasília, está dirigindo revistas importantes, jornais, não sei o que, tem atuação importante para os destinos do país de alguma maneira. E alguns deles chegaram e falaram, ó, acabou, estou indo embora, discordo disso. Então eu tinha uma discordância política, e aí você fazia uma discussão política, e se ela não se resolvia, você tinha um rompimento político mesmo, ou então não, meus objetivos de vida já não me permitem isso e tal. Eu não fiz isso, né, eu fui largando aquilo. Aquilo foi ficando de qualquer jeito para mim, e eu fui tratando aquilo de qualquer jeito também, e até que chegou um dia que eu falei, ó, O cara que coordenava as minhas ações era muito meu amigo, muito meu amigo, um cara importante na minha vida. E ele foi percebendo isso também, e ele também estava nesse processo. Então aquilo virou uma gelatina, entendeu? E acabou. Então lá para oitenta e seis isso acabou e fui-me embora. E aí passei a ter uma participação eventual no pê tê. Num ou outra num ou outro momento mais importante, sei lá, uma campanha para governador. Fiz parte de uma de um comitê que eh que cuidou da campanha do Suplicy para, sei lá, acho que governador. Então está bom, aí tinha umas reuniões e tal. Aí levei meu pai para ser de um grupo de empresários do pê tê. Aí o cara fica ele virou petista até hoje, e eu já não sou há muitos anos, mas ele é ainda e tal. Ãh Mas aí parei de militar mesmo, e e aos poucos fui cada vez mais me desinteressando da política, na verdade. Eh E a pá de cal foi esse governo.
Mas você acha que eh tem aprendizados dessa época que te influenciaram, te influenciam até hoje?

Da militância tem muitos aprendizados. Eh Tem um um monte de coisa que é... Eh esse esse método é uma coisa muito legal, que eu eh fui usando para a vida em vários momentos. Eh Mas acho que tem uma coisa que é fundamental, que é assim... você se dar a condição de fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Porque num primeiro momento eu não achava que eu tinha a menor condição de fazer política. Aquilo era coisa para outras pessoas, né? Pessoas mais graduadas, mais capacitadas, mais velhas, mais experientes e tal. E eu fui aprendendo que você pode fazer isso com treze anos de idade. E a gente teve um monte de militantes do movimento secundarista com essa idade, que começaram a militar com treze, catorze anos. Que é uma questão de disposição e de você ir à luta no seu desejo. Que hoje é uma é um é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. É é é a vida deles. Muitas vezes eu vou conversar com um cara que está atrapalhado, por qualquer um menino que está atrapalhado por qualquer situação, e eu digo para eles, olha, eh eh sua mãe pode querer muito que você... se desatrapalha aqui eu também posso querer muito seu pai a gente pode fazer todos os esforços mas meu amigo a sua vida você tem que saber cuidar dela tem um monte de coisas que você já pode cuidar e eu posso no máximo ir te ajudando a ir esclarecendo uma outra coisa E acho que isso vem muito desse período, de entender que independente da sua idade, da sua maturidade, eh você tem condição de fazer coisas. Você tem que saber o que você quer. E aí você tem que ir à luta, se dar os meios de chegar lá. Mas eh acho que esse é o principal aprendizado.
E aí a escola acabou voltando, né? Você tentou esse negócio com o seu pai e depois... Pois é, não, aí eu tentei um negócio com a minha mulher. Com a sua mulher.

ãh E ela, sim, aos poucos a gente foi também construindo a nossa vida e eh e eu não estava satisfeito na minha atividade e não é que ela não estivesse satisfeita com a dela, eu acho que ela estava, mas ela foi percebendo que aquilo era muito incerto. né De vez em quando você faz uma propaganda que te dá um caminhão de dinheiro e você vive bem durante quatro meses com aquela grana, mas aí a grana acaba e não vem outro. Então depende um pouco não só da sua competência, mas da sorte de você, de alguém lembrar de você, de te chamar, de você estar disponível, et cetera E os outros trabalhos de teatro era muito mais eh enorme esforço e grande prazer, mas dinheiro mesmo aquilo não dava. Eh

Eh e ela adorava festa, e eu também sempre gostei de festa, e a gente achou que a gente podia fazer um buffet de festas para adolescente, que é uma coisa que não tinha em São Paulo. E a gente abriu um. Meu pai adiantou um uma grana para a gente, um capital, e a gente abriu. E durante quatro, cinco anos, a gente trabalhou muito, porque era de noite, era de dia, era fim de semana, era de madrugada, não tinha horário e só tinha gente. Eh então a gente ralou muito, ãh a gente até ganhou uma grana, e aí depois Na verdade, a gente tinha um negócio que a gente queria para a gente ganhar para a gente viver. Era isso. E para trabalhar e ser divertido. Então, a gente não tinha nenhum olhar de eh de um negociante. Como é que você vai fazer para ganhar dinheiro? O que que você tem que fazer agora? O mercado, não sei o quê. Não tinha nada. A gente fazia. ãh E aí a gente trabalhava demais e estava muito cansado.

e aí a gente foi procurando outras coisas para fazer porque a gente viu que aquilo não ia ter futuro por muito tempo e um amigo meu

Ele era arquiteto, ele é arquiteto formado, nunca exerceu, ãh mas ele me me convidou para dar cursos de História da Arte, que é uma coisa que, naquela época, hum eu tinha me interessado Sim, cinco vezes na vida por esse assunto. Tinha visitado duas bienais, eh passava muito a a à distância, ãh mas que eu gostava, porque eu sempre fui um cara ligado nas questões culturais e tal, mas em especial nas artes plásticas, aquilo era distante.

E eu estava com um monte de tempo livre naquele momento. Eh E aí comecei a estudar junto com ele. E aí fui adorando aquele negócio, fui achando, fui descobrindo um mundo eh muito legal e que eu não conhecia.
Para dar aula em escola?
Não, era para dar cursos, palestras, qualquer coisa, pode poderia até ser em escola. Aí a gente sacou que ia ter a primeira grande exposição do MASP aqui com o Monet. Eh Isso deve ter sido em oiten, não, noventa e quatro, deve ter sido em noventa e sete, noven, por aí. Eh E aí a gente se preparou, a gente estudou o Monet feito uns malucos. eh A gente estava tanto, aquilo já era tão íntimo que a gente chamava o Monet, que se chama Claude, de Claudinho. <laughs> Ele era Claudinho para a gente e tal. Eh E aí estudamos impressionistas todos e preparamos um curso bem legal. Eh E aí a gente fez uma parceria com uma amiga nossa, que é dona de um restaurante francês, chamado La Casserolle. Eh

baseado num livro do Monet, e a gente apresentaria o curso ali, pa uma palestra com slides e não sei o quê. Eh E aí a gente fez isso com o Monet, depois a gente fez com o Dalí, que também teve uma exposição grande, e com o Picasso, que foi o mais bacana de todos e porque eu me apaixonei perdidamente. E aí foram alguns anos estudando história da arte.

E por caminhos, hum, sim, totalmente tortuosos. Porque o Gávea, que foi a minha grande experiência de três anos, ele durou dez anos, de oitenta até

E uma parte dos professores se reuniu e montou um colégio chamado Ítaca. Eh A outra parte foi trabalhar no Fernando Pessoa, que nem existe mais.

que ela que era em torno dela, que aquelas pessoas tinham se juntado em torno dela e de outras pessoas. Mas para mim ela era a estrela principal ali. Eh Mas eu nunca fui no Ítaca. Também porque ele ficava... lá para os lados do Butantã, quase chegando no Taboão, não era o meu departamento geográfico da cidade, então eu sabia que aquilo estava lá, mas nunca fui.

Ela lembro dela, me mostrou a escola inteirinha, foi passear comigo, coisa que ela faz até hoje com todo mundo que vai pela primeira vez ao Ítaca. Eh Eu reencontrei algumas professoras que tinham trabalhado comigo lá no Gávea, ou com quem eu tinha trabalhado no Gávea, porque elas permaneceram e eu saí.

E não tinha quem fizesse. Então, ela me chamou para fazer isso. E aí eu voltei, foi dessa forma, completamente torta eu voltei para a escola. cuidar de, assim, Fui lá para oferecer palestras de história da arte, não dei as palestras, fui convidado para cuidar de evento, cuidei de evento por um tempo e voltei rapidinho para a sala de aula.
por isso que é... Engraçado que a escola vai aparecendo o tempo todo, né? É.
E foi muito legal porque eh o contato que eu tive com crianças já na época do buffet, do twist, eh me fez lembrar que eu gostava muito de criança, que é uma coisa que eu tinha esquecido. Acho que eu sempre tinha pensado que, assim, aquilo era uma coisa de um tempo que eu era moleque, entendeu? E ficou lá naquele tempo. Uhum. Ah, depois eu cresci... E aí fui pôr terno e gravata e trabalhar e não sei o quê. Então aquilo lá é de um tempo antes. Como se não fosse possível caber na minha vida mesmo de adulto. Eh E aí quando eu recuperei esse contato através do Twist, Se bem que ali era de uma outra maneira, tinha um lado muito positivo, hum, porque era sempre uma festa, então você está sempre festejando, as pessoas estão sempre de bom humor, é sempre uma alegria e tal. Tem um descontrole na festa quando você tem criança, né? Então tem os dois lados. Mas eu acho que ali eu reencontrei uma coisa que eu tinha perdido, de alguma maneira.

Eh e aí eu precisei da do twist para me lembrar que, pô, criança é uma coisa legal. Eh

E aí ela, de novo, facilitou as coisas para mim.
O que que você vê na educação que te instiga mais a trabalhar?
Ah, primeiro criança. antes ãh Na verdade, antes de educação, eu gosto muito de criança. Uhum. Eh Eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar com eles. Eh Para mim é muito fácil entrar naquele naquele mundo, naquele campo de diálogo, estabelecer uma relação, eh eles confiarem em mim. Então, é é muito fácil abrir portas e e eu gosto muito de criança. Aos poucos fui descobrindo que, além daqueles pré-adolescentes, que eu achava um mistério e tal, eh eu gostava dos menores também e e dos maiores. Esses ainda são os os o o o os que são mais distantes. Já é um mundo mais mais difícil para mim. Os os menores, eh criança mesmo, é o que eu mais gosto. Mas educação ãh educação tem um monte de aspectos que são muito muito bacanas de eh de observar. Primeiro, assim a a oportunidade de de perceber esses meninos crescendo. é, e como eles vão amodure amadurecendo, eh como eles vão aprendendo coisas e ao mesmo tempo ensinando um monte de coisas. A gente a gente tem uma escola, eu não sou dono da escola, mas eu estou lá há dez anos, posso até dizer que a gente tem, eh em que a gente repete inúmeras vezes para eles que eh escola é um lugar de troca de conhecimento. Eles têm um monte de coisas para ensinar para a gente e para ensinar para os colegas deles. é, acho que isso é a coisa mais bacana que existe, é saber que eh você está abrindo um espaço para as pessoas aprenderem, com na verdade, com elas mesmas, muito mais do que com a gente. Essa troca é que é é o aspecto coletivo do conhecimento é que é o legal. E ver esses meninos eh eh aprenderem coisas. Na verdade, assim, depois que eu fui... Porque eu quando eu voltei, quando eu fui para o Ítaca, voltei para a escola, eu comecei com eventos e muito rapidamente, acho que assim, em seis meses, eu estava de novo dentro da sala, porque tinha dado um problema qualquer com a aula de música.

Então tinha metade que queria um curso prático de música e como ela sabia que eu adorava música, hum, então, pô, não dá para fazer um trabalho com... Então, está bom, comecei desse jeito. Aí no ano seguinte eu a gente dividiu as aulas de português Tinha uma professora de português, que também é fundadora da escola de quinta e sexta série, que ficou com a parte de interpretação de texto, produção e gramática. E e aí eu fiquei com a parte de livros, literatura. era tudo que eu queria lá no começo, que era trabalhar com os livros, só que com eu tinha a ilusão que ia ser legal fazer isso com os maiores. Então, eh no ano seguinte eu já estava de fato na sala de aula com alunos, com um curso meu e tal.

e as aulas de português da quarta série. Então aí foram duas novidades e isso foi muito legal, porque eu já sabia lidar com aqueles meninos de quinta, sexta e sétima série e com literatura. Então aí voltar, para, quer dizer, ir pela primeira vez para a quarta eh e assim ter a coordenação, foi que foi um uma transição bem cuidadosa e bem aos pouquinhos, Mas foi uma coisa muito legal, porque eu comecei não só a observar as crianças, mas a poder observar eh as dinâmicas das famílias e a ver como as crianças são muitas vezes vítimas eh da ação dos pais, aham, né despreparados e que vão fazendo as coisas nas melhores das intenções, mas vão fazendo e a criança está ali sofrendo eh consequências, na verdade, não não tem como agir. Então, ir percebendo essas coisas foi uma novidade grande para mim e eu comecei a ver as crianças de uma outra maneira. Isso foi bem bem legal, ajudou bastante no meu trabalho e eh eh me permitiu ter um um gás novo para o trabalho, ver outro lado da educação que eu estava vendo só o da sala de aula, uhum, e isso é bem maior.
Não, eu fiquei curiosa porque quando você falou da sua infância, você falou do espaço da escola, uma importância muito grande para você, né? Aham. Seu espaço de aprendizado e de ser um espaço assim integral, de você pegar e ficar o dia inteiro lá e ser aquilo, a vida era a escola. Queria ver se no nas crianças que vo com quem você eh trabalha hoje em dia, você sente isso também, se para elas a escola tem esse significado também.
Olha, eh tem, a gente vive, um um um na verdade, um dilema, porque a minha experiência eh de de com educação é muito ligada à à minha história no Ítaca. Eu estou lá há dez anos, antes eu tive outras experiências, mas a experiência grande é lá. Não dá para dizer assim que...

Não é que a gente vai fazer tudo o que a criança quer, uhum, mas eh a gente tem os objetivos, a gente sabe onde a gente quer chegar, eh a gente lida com limites com muita clareza, ãh mas a gente sabe que aqueles aqueles meninos precisam de ajudas. cada um da sua ajuda, ajudas diferentes. Ãh Mas, desde a questão pedagógica até a questão afetiva, eh passa muito pela gente, pelas pessoas que estão lá, pela pela coordenação, pelos professores. E é uma visão muito particular que ela tem de escola.

tenho, então eu conheço essas duas escolas eh através de filhos de amigos eu conheço inúmeras outras escolas eh mas a minha experiência de educador é no Ítaca eh e ali a gente vive uma situação que é assim a escola é uma escola de trezentos alunos que não quer ter quatrocentos que acredita que sabe fazer um bom trabalho com com este tamanho de escola com essa quantidade de alunos que tem até um espaço bastante generoso, ãh mas que não tem condição de pegar os alunos que estão na escola de manhã e permitir que eles fiquem à tarde, eh hum a não ser uma ou outra situação, porque tem um trabalho em grupo, porque tem um treino, porque tem mas eh e a gente vive um conflito permanente, porque as crianças querem ficar na escola. Então eu eu um pouco me vejo na naqueles meninos. E eu sei que do ponto de vista eh eh do ponto de vista da da direção da escola não dá para permitir, eh e entendo, concordo e executo isso eh quase que diariamente, mas eh por outro lado me dá uma dor, porque eu sei o prazer que eu tinha ficando no Friburgo o dia inteiro e aproveitando tudo que aquela escola podia me dar. Então eu tenho uma vontade grande que aqueles alunos pudessem ficar também e passar pela experiência que eu passei, que é me rela que é de se relacionar com aquele espaço e com aquelas pessoas na sua plenitude. Então me dá uma dorzinha, mas eh eu vejo isso, hum, as crianças gostam de ir lá. gostam de ficar. Eu acho que escola tem que ser um lugar gostável mesmo, tem que ser um lugar apaixonante, que eles gostem de ficar para eles poderem ter prazer naquele espaço, se sentirem confortáveis para poder ter uma boa relação com o ensino. Não não não não entendo de outra maneira. A minha experiência, por exemplo, com Pequenópolis, aonde eu não gostava, foi de ficar dois anos e ir embora, porque não gostava das pessoas, não gostava do espaço, não gostava de nada, tinha que procurar outro lugar. Então, acho que o gostar vem primeiro mesmo. E eu sinto que eles gostam.
Isso que importa né. É, isso...
É isso que conta, na verdade. Porque facilita muito. Por exemplo, a experiência em sala de aula. Tem sempre um monte de maneiras de dar uma aula de português na quarta série ou quinto ano. desde, por exemplo, a gente faz um trabalho com criação de material próprio, a gente produz as nossas fichas e tal, mas além disso tem um livro que eu adoto. É sempre muito fácil produzir uma ficha e dá para os meninos fazerem as fichas ou individualmente, ou em duplas, ou em trios, e não sei o que e tal, mas também é tão mais legal permitir que eles pensem num monte de coisas, que a aula seja aparentemente bagunçada, mas que eles produzam seu próprio material, que eles reflitam sobre as suas produções, que a gente faça debates discutindo essas coisas, eh dá um trabalho... imensamente maior, eh desde a hora que você planeja a a aula até a aula em si, porque não não precisa muita coisa para eles acharem que aquilo é um recreio, entendeu? Porque está fora do padrão, que é de sentar na cadeira, fazer o material, escrever, mas eh acho que, assim, ao longo do tempo, eh é muito mais saudável para eles, porque se estabelece uma relação... com a aprendizagem, que é muito mais interessante do que a de você sentar e simplesmente fazer um treino escrito. Isso é fácil de fazer, entendeu? Isso dá para fazer a qualquer hora. O mais legal é o é o outro, de fazer pensar, de fazer ah eh eh de levantar questionamentos, de fazer eles levantarem os questionamentos, fazerem as reflexões... estabelecerem as relações que que consigam estabelecer. Essa é a parte mais instigante e, na verdade, é o que interessa mais. Sim. <laughs>

A gente está finalizando alguma história, algum aprendizado da sua trajetória de vida até agora que você gostaria de contar para a gente, compartilhar?
Não, acho que não tem nada especial, assim... Na verdade, tem uma coisa que... eh quando a gente... Ah, o Ítaca é uma escola que nasceu assim do do de cima para baixo. Quando acabou o Gávea, o grupo grande que foi para lá de alunos era do do ensino médio. Então, ela nasceu com o ensino médio cheio, e o fundamental pequenininho, pequenininho, e foi se construindo e tal. Eh Acho que isso dá uma característica, dá uma personalidade para a escola. Do mesmo jeito que uma escola de ensino infantil, que vai crescendo, cresce até a quarta série, também tem a sua personalidade, eh hum caminhos diferentes. eh aí, o ano passado, a gente resolveu estudar, porque pela nova lei agora tem... nove anos no ensino fundamental, uhum, e a gente não tinha esse pré na escola, porque isso não existia lá, existia da primeira série em diante. Então a gente se pôs a estudar sobre o que é essa criança de seis anos, como é isso, que trabalho que a gente pode fazer, que olhar a gente tem para isso, e fez a gente rever um monte de pontos do nosso trabalho. Principalmente porque a gente cresceu de cima para baixo. Eh Então fez a gente recolocar a questão do brincar na escola. Porque a gente nunca tinha colocado. Uma escola que começa com um colegial, ninguém vai lá para brincar. Você vai lá para trabalhar seriamente, porque você vai enfrentar uma escolha, um vestibular, uma universidade e tal. Eh Então não é que era uma escola séria. Mas é uma escola eh em que a discussão sobre o lugar do brincar lá dentro eh mal existia. E esse Eh esse estudo sobre crianças de seis anos e a introdução deste pré no ensino fundamental e como a gente vai poder pegar esses meninos de de desse primeiro ano, ãh fez a gente repensar sobre isso. e fez de novo eu eu rever um monte de pontos do meu aprendizado e da minha experiência, que começou lá no Gávea, especificamente com a parte de língua, e depois evoluiu para a literatura lá no Ítaca, e aí passou para a mas eh eu nunca tinha vivido com crianças de seis anos e passado por essa experiência e conseguido relacionar de fato o brincar com a escola e como é que se eh eh Então ainda estou descobrindo umas coisas novas e é muito legal saber que eh essas experiências podem sim mudar visões eh e aos poucos está mudando mesmo. Acho que eh a sociedade da gente, que é uma sociedade cada vez mais infantilizada, talvez não infantilizada, mas eh mais adolescente no seu jeito de ser, no seu jeito de vestir, no seu jeito de ver a vida. Essa adolescência cada vez se estende mais para os vinte e cinco, uhum, trinta anos e tal. É interessante porque eu acho que falta o brincar. Falta, eh eh eh apesar dessa infantilização toda, tem pouco brincar. Eh O brincar cada vez mais fica por conta das crianças e cabe a elas e elas que façam eh sozinhas. Uma uma pesquisa recente, apurada aí pelos jornais, acho que no final de semana, fala que brincar para os pais é a quarta atividade prioritária. A primeira é ver televisão com os filhos, a que eles preferem, eu não lembro exatamente os termos, mas achei interessante isso, porque o brincar está lá em quarto.

Não tenho a menor dúvida que ele devia ser a primeira coisa. Mas acho que está faltando brincar na vida da gente. E foi muito interessante esse processo de redescobrir o brincar aos cinquenta e um anos e tal, eh numa hora em que eu estou me voltando para crianças menores pela primeira vez. Acho que essa é é é a última lição que eu tenho. Brincar é bem importante. Tem que fazer parte da vida. Porque você fazia...
Quando você jogava futebol lá né, pois é, que era o que você mais gostava de fazer.
Pois é, porque não deixava de ser brincar mesmo. É, levar... Acho que levar a vida com responsabilidade, sabendo seus objetivos, eh eh ãh estabelecendo os seus meios para chegar nesses objetivos, dentro de ética de uma ética eh que seja adequada e apropriada para o seu tempo. não pode ser mais importante do que fazer isso brincando. Acho que isso é levar bem a vida.
Tem mais alguma pergunta?

É, na verdade é assim, a escola eh oferece para os meninos do ensino médio, ãh a cada semestre, alguns cursos optativos. Eh E eu gosto muito de rock né, eu tenho uma coleção grande de discos, conheço o assunto, já estudei, já li e tal. e eu fui convidado pela coordenadora do ensino médio, então eu dei uma aula sobre o que se chama História do Rock. Eh Já dei três vezes esse curso, já apresentei três vezes para três turmas diferentes, os cursos, os três foram diferentes, mas foi eh muito legal, porque mais do que nunca é unir o meu trabalho ao meu prazer, então foi bem bacana.
Vocês ouvem rock nessa aula?
Olha, na verdade o que deu mais certo foi o último curso, eh e também acho que ia ser estranho se fosse o primeiro, né? Um sinal de que a coisa não tinha evoluído bem. Mas a gente fez o seguinte, são dezesseis aulas. Eh Eu reservei as quatro primeiras para dar um panorama geral da história do rock desde mil novecentos E aí as outras doze, a gente dividiu a classe em grupos eh baseados em momentos importantes do rock, que a gente definiu quais eram. E aí eles tinham que apresentar aulas deles sobre esses momentos. Então tem alguns que são inesquecíveis, assim, a aula do movimento hippie, Os grupo estava inteiro vestido de hippie. <laughs> Eles apagaram a luz da sala, acenderam um monte de vela. Tinha símbolo de Woodstock, paz e amor e tal. Eh Foi bem legal. A aula do movimento punk também foi bem bacana. <laughs> então tem um E é um momento legal porque os meninos escolhem, eles podem optar. Tem três opções de curso. Então, em geral, você trabalha com quem está afim de trabalhar. É diferente da aula de literatura. Que o cara, gostando ou não, ele tem que estar ali, hum, ele tem que desempenhar, ele tem que fazer o trabalho dele. Ali naquele não, é uma é uma escolha dele. Então, mas ainda assim tem aluno que fica de recuperação de história do rock. <laughs> <laughs> É uma coisa incrível, mas tem, tem uns caras que... é, é, é, É, não, fiquei de recuperação de punk porque eu não gosto de punk, eu prefiro a década de Não, tem uns caras que não estão afim de trabalhar, mesmo que seja a história do rock, né? Então, não tem muito jeito. Mas eu tento muito ligar o meu trabalho de literatura com artes em geral. Então, por exemplo, tem um livro que eles leem no na sexta série, sétimo ano, que é, na verdade, dois, é uma dupla. Um é uma pequena biografia muito bem-humorada do Elvis Presley e a outra é a história do John Lennon. Então eh e eles gostam de ler isso. Eh Os livros são legais, não é nenhuma obra-prima da literatura, mas é bacana de ler e abre uma possibilidade muito grande de trabalho sobre a década de cinquenta, a década de sessenta, os Beatles e não sei o quê. É bem legal. Muitas vezes eu ligo com artes plásticas. eh A gente acabou de ler Metamorfose do Kafka na no nono ano, na oitava série, e eu liguei bastante com o expressionismo e depois com o Picasso em função de algumas correspondências do Kafka. Então essas coisas eu gosto muito de fazer eh porque acho que isso eh instiga os as crianças, instiga os meninos a pensarem e a perce e a perceberem que as coisas da vida deles faz parte do estudo. é, o cara pode escutar Britney Spears e trazer para a sala de aula, não tem o menor problema, isso pode somar muito para a gente. E o outro pode ir numa exposição de grafiteiros e aquilo iluminar nossas aulas de uma outra maneira. Então, eh trazer a vida para dentro da sala de aula também dá para fazer desse jeito e é sempre uma coisa legal. Eu falo muito de futebol, eu adoro futebol. é, Ele está lá desde a minha infância e tal. Então, eh por exemplo, na hora que você tem uma conversa como coordenador com um menino que não está conseguindo entender os limites dele, os exemplos do futebol são muito legais. Você fala, meu amigo, o sujeito foi lá e cuspiu no outro, foi expulso e ainda foi punido, vai ficar quatro meses fora. Como é que a gente pode aprender? Que lição a gente pode tirar disso? Como que isso pode ser no nosso cotidiano? Então essas coisas acho que são sempre legais.

Legal? Hum <laughs> eh...
Sim, sim, muito legal, muito tranquilo.

E eu fiz uma brincadeirinha, pô... Eu não sabia que eu tinha coisas para contar, que eu tinha uma história para contar. E e ela respondeu, ah, todos nós temos. E e sim, é claro que eu sei que a gente tem e que, eh na verdade, acho que o que mais me interessa, eh por exemplo, na história, eh é saber a história das pessoas. Isso que é mais legal, essa somatória que vai fazendo com que a história evolua. Então, me senti muito bem falando, foi legal lembrar de umas coisas que eu acho que eu já não lembrava, porque a gente não faz esse exercício eh com frequência, ãh mas foi foi bacana, gostei.
está bom, então, obrigada, por contar... Legal,